O lugar e a data do seu nascimento.

De quando?

Mas que ano? A senhora lembra? No dia vinte de abril.
E o ano? O ano que é ruim <laughs> só indo lá A senhora tinha dito para mim que era em mil novecentos e trinta.
É, que no dia vinte de abril.

anos, pois é. A senhora fez oitenta anos? Fiz esse ano, em abril. E fez festa? Fiz.

Eu mesmo não fiz, mas meu filho fez. bastante comida, bastante retrato, eu tenho retrato demais aí que tiraram. Ah é? É. É. Muito, muito retrato. Todos os anos eles fazem. Todo ano a senhora faz uma festa?
Todos os anos, meu filho faz. Todo ano. Quantos filhos a senhora tem? Eu tive vinte. Oi? vinte.

Nossa mãe, perdi até o ar. filhos? Pois é. Eu tenho uns dez vivos.
A senhora lembra o nome deles? O primei

Enterrado aí. Morreu bêbado. Ah, morreu grande, já? Foi. Morreu grande. Com vinte e dois anos. Morreu de quê, dona? Bêbado. É, mas como?

Bebeu demais? Ele caiu dentro d'água e morreu.

Criança, sim. Aquela doença de criança, né? sabe o que é doença de criança, sabe? Não, o que que é doença de criança? É o ramo que dá, que chama hoje em dia. O que que é que dá? Dá o o vento, menina, a menina pega o vento assim e fica toda se tremendo.

depois o outro morreu do mesmo jeito <coughs> Com quantos anos? Esse aí tinha sete meses. Depois eu saí buchuda, morreu de novo o outro.
Eu sei que ao todo são vinte filhos. E só dez que sobreviveram?

E o seu pai a senhora conheceu? Meu pai eu não conheci, meu pai morreu, eu tinha cinco Então quem criou a senhora foi a sua mãe? Hã? Quem criou a senhora foi a sua Foi. A senhora nasceu aonde?

Como é que foi que a sua mãe criou a senhora? A senhora lembra?

Minha mãe, quando passou um ano e seis meses, ela se amigou-se com um seringueiro.

Passando por aqui, E meu pai morreu aqui. Nesse mutum, é enterrado lá

Eu acho que foi pneumonia que deu uma dor e não passou mais, mo morreu. Aí sua mãe ficou sozinha e depois amigou-se? Foi.
E ela tinha quantos filhos?
Mamãe... Dez, dez filhos.
vocês foram tudo para o Seringal? Não, nesse tempo ela que ela foi para o Seringal com nós, Eu, minha irmã, só tinha duas filhas, né? Do seu pai? é.
É, do meu pai. Aí ela foi se amigou com esse outro, ainda teve mais filhos. E a senhora lembra da vida no Seringal, quando a senhora era criança?
De de criança mesmo, me me lembro sim, muito pouco que ela foi para o Seringal. Ela foi... Não cortou seringa. Cortar seringa era o marido da minha irmã, da minha tia, né? nós nós vivíamos tudo na na casa dela. cortar a seringa. Botava seringa e pegava peixe. assim, sentado na beira do do daquele coisa, né? Do jirau, do assoalho.
A gente via o peixe bater, ele ia buscar o peixe para nós comermoa ainda de noite. Sério? É.
É. O peixe batia?

No rio.
Vocês ouviam? É, eu via ele ia buscar no espinhel.

Botava ele assim, pegava peixe. Muito peixe? Muito peixe. Menina, depois que eu fiquei velha já, eu andei por tantos seringal, o que foi contar de seringal? Hum. Esse meu marido, pai desses meninos, não parava em canto nenhum, não. Ah, é? Não parava, não Ele plantava aqui uma roça, quando pensava que já estava desse tamanho, já estava arribando para outro canto. Por quê? Porque não parava.

Aí ele disse, como é que nós vamos?

Aí quando foi de manhã bem cedinho, eu arrumei as bagagens tudinho, aí foi beira da estrada, cheguei na beira da estrada aí, vinha passando Um carro, né? Uma carroceria Aí eu dei com a mão e ele disse assim, quer que a senhora?

Aí ele disse assim, ó, eu não pego a não, que eu sou empregada do outro lado ali, da coisa, da como é, da mineração, sou empregada e não posso parar. Mas vem um atrás e ele pega a senhora. Aí eu disse assim, Passaram nem cinco minutos e o carro chegou.

Ele disse assim, cadê a? Está toda arrumada? Eu disse assim, então dá com a mão aí para o pessoal vir. Aí eu dei com a mão e veio os meninos tudinho. Nesse tempo eu tinha oito filhos, né? Aí vieram tudinho e nós entramos no carro e viemos embora.

Está com mais de vinte anos.

Hoje em dia tem quarenta e... Quarente e três anos Tinha oito anos.

Não viu falar não do Poção não? Pois é. Nós morávamos ali naquele Poção ali. O que que era o Poção? O Poção era um ponto de pescar, de pegar balsa. Depois ele adoeceu, nós pegávamos só balsa.
Balsa, sabe o que é balsa?
É para ouro? Como é que é? Explica para mim.

Cortando seringa, pegamos balsa depois que ele adoeceu. Ele sofria do coração, né? Quem é esse? O pai, o seu... O pai do meu filho. Sofria do coração, não podia... Porque a seringa a gente corta assim, né? Cortando e embutindo na tigela.
De primeira era assim, agora não.

Mas a senhora sabe a senhora sabe cortar seringa? Eu sabia, sabia e... Como é que é? Explica para mim como funciona o seringal. O seringal, de se funcionar o seringal é assim. O seringal começa, a gente faz uma uma casa, aí faz a fornalha, para botar o coco dentro, para sair a fumaça, coisar a seringa de fumar. Na casa? Em uma casa. Mas essa casa que vocês fazem é para morar dentro da casa? Não, não mora fora.

A gente mora naquela casa, aí De manhã bem cedinho você acorda, vai cortar a seringa. Cortando assim. Aí quando chega onze horas, deixa ela escorrer um pedaço, aí com onze horas a gente vai buscar o leite. Bota dentro de um balde, aí bota o leite dentro, aí chega, despeja dentro de um saco, aí vem para casa. E da casa, da daquilo ali, a gente faz um um... coisa mesmo assim, um um rolo de pau, para defumar aquele leite. Está fedendo essa privada aí? Defumar o leite assim, né?
Aí tira daquele rolo de pau aí, Bota no outro pau. Esse leite é o leite da seringa? É. É. Então acorda cedo. Como é que a senhora fazia? A senhora morou Primeiro seringal que a senhora morou, a senhora era criança, né?
Depois a senhora ficou nesse seringal ou não? Na

Mas aí, a senhora, com os filhos, acordava cedinho. É. Ia... Para para cortar seringa. Os meninos não iam, não. Os meninos eram assim, pequenos. Quem que ficava com os meninos?

filha mais velha, ficava com os Ela ficava olhando os meninos? é É. A senhora deixava o de comer pronto?
Não, ela fazia. Que que é que os meninos comiam?

E carne no mato.

Aí a senhora vai cortando assim, corta com o que a seringa? É com a faca, com a faca que é <hesitation> mesmo assim. Aqui aqui é o cabo, né? E aqui é a folha da faca para a gente puxar. O golpe fica fininho, fininho assim, ó. Aí derrama o leite daquela tigela. Aí vai botando uma tigela atrás da outra? É. Tigela atrás da outra. Às vezes tem tem seringueira que dá até de dois, três litros de

Essa aí por acima, quando eu cortava, tinha cento e poucas madeiras. E a seringa era de quem? A seringa? Quem era o dono do seringal? Era o pessoal por aqui.
Hoje em dia não tem ninguém mais. Acabaram Mas como é que funcionava?
A senhora cortava, aí voltava com leite. É
E aí? Ia defumar. E aí depois, com ele defumado, fazia o quê?
Vendia. Vendia para o dono do seringal? É. Pois eu estou dizendo, no tempo que eu que eu fiquei viúva, era para ele ter ganhado só da borracha, mas ele era mesmo que Pegava aqueles talão que coisava a seringueira, né? Coisava a seringa, a borracha, que é por peso, né? Que eles compravam, né? Aí rasgava tudinho. Não guardava nenhum talão nem nada. Quando eu procurei para mim, Se aposentar, não tinha nenhuma coisa, não apareceu nenhum dia.

Aí eu me aposentei com... Da velhice, mas não tinha idade, minha idade foi aumentada <laughs> É por isso que eu tenho essa idade que o Bolinha falou, porque a idade do meu marido passou para mim e a minha idade passou para ele.

É, tem três anos mais velha que minha idade mesmo, né?
Na verdade, a senhora tem oitent

A senhora aí era do Seringal, aí foi tendo os filhos, hum... E esse seu marido, o que que aconteceu? Ele morreu?

Foi enterrado em Porto Velho. É o pai dos vinte filhos?

Tem só duas. Um homem e uma mulher. Um homem é enterrado aí, né? E a mulher mora em Tocantins. Do mesmo marido. Não entendi. Fala de novo.

Meu primeiro marido só tem dois filhos, ah
Aí desse segundo que tem esses esses vinte filhos.
Ah, desse segundo. Mas não é desse que eu conheci aqui não, né? Não. Não, esse daí, <laughs> coitado, não tem nada Quando ele casou-se comigo, o o segundo filho tinha cinco anos. Não tive mais filho com ele não. Chega. Chega, já está Por isso que eu digo, a operação minha quem fez foi Deus. que eu passei na na Ilha da Morte, para o Seringal, tendo menino, menino que o meu marido queria tirar até o pescoço. Como? Porque ele não passava aqui, os ombros aqui.
E era ele mesmo que era o... que pegava, né?
Era seu marido que pegava os meninos? Er É. E a senhora tinha no meio do Seringal? No meio do Seringal, onde é que a gente ia ter?

O lugar mais perto que tinha era Porto Velho. Mas aí nasceu algum morto? Não, morto

Nasceu não, a a parteira matou, que botou a mão aqui, se não é barriga, aí a menina era grande, né? Aí imprensou, de imprensar só alguma coisa, né? Imprensou mesmo na bunda dela assim. A menina nasceu morta.
Mas a senhora quem tinha? Era a parteira que fazia ou era o seu marido que fazia o parto? Não, só de só de uma, aquela parteira O resto tudo foi ele quem pegou.
Aí ele pegava o neném assim e já lavava? Ele sabia fazer isso? Sabia. Ele o parto de duas. De duas meninas. Como é que era isso? É, duas meninas. Teve uma primeiro e com cinco minutos teve a outra. A primeira, ele... Botou para lá, assim, num pano enrolado, Botou para lá. Aí ele disse assim, ainda tem uma. A outra nasceu, né? Aí E ele se esqueceu da outra.

Numa friagem, numa friagem. E aí? Aí quando ele cortou o umbigo da outra, aí foi, se lembrou... Aí a outra estava se esperninhando assim, nos paninhos. Que a menina de de de duas é pequena, né? Aí está esperando. Ah, tem um ainda, pobrezinha, que chega está fria. Aí ele foi cortar o umbigo da outra. E essas daí viveram? Viveram, tem uma... Bem aí, lá no Amazonas, é uma filha minha.

E aí, agora me conta a sua vida de pescadora. A senhora começou a pescar com quantos anos?
Aí, com alguns anos, já depois que eu passei para cá

Tinha uns vinte anos, quando eu cheguei aqui, tinha uns vinte anos. Tinha vinte anos? É. Aí, quando a senhora chegou aqui, a senhora tinha vinte anos e quantos filhos?
Tinha oito. Já oito? É. Aí, a senhora resolveu ir pescar? pescava.
Aí, depois que nós fomos para o seringal, lá para dentro, no mato,
E como é que foi pescar? Como é que a senhora, a senhora já sabia pescar?

Aprendi, aprendi a pescar. Nós passava a noite todinha pescando. Sabe o que é? Como é que é? Faxeando. Como é? Faxeando. Pegando peixe, matando paca. A noite todinha?

Chegava aqui era cinco horas.

Uhum.

Era bom que a gente tinha que viver daquilo mesmo, senão morreria de fome, né? Chegava aqui e vendia tudinho. Mas nesse tempo não tinha esse negócio de de gelo, não. Era matando e tratando e vendendo logo. Não tinha gelo, não. Como que a senhora tratava? Botava água no fogo, tirava o cabelo todinho, acabava abrindo, tirava o bucho, tirava a cabeça e vendia.

A caça? A caça. Que que a senhora caçava?

A boca fechada, aqui não quer ninguém que fala não, aqui não. <laughs> Porque proibido? É proibido aqui, adeus Ninguém, nós deixamos de pescar e caçar, aquele negócio de fruição, de bicho. Pega a gente, aí bamba, pega, hum, cacete, e prende a gente, não tem confiança de nada. Mesmo a pesca? A pesca não, a pesca é diferente. Como é que é a pesca? A pesca a gente pesca e vende aqui, mas é assim, nos caixas, né? Mas o quê que a senhora pescava? Qual é o peixe? Jatuarana, surubim. Eu pego esse surubim grandão maior que a senhora aqui, <gasps> uhum Grosso, passa assim... Como é, meu Deus?

Aqui que tem as camunas, né?

Passou no jornal hoje. Não sei o nome do peixe que... Grandão, grandão, grandão mesmo aí. Tratava ele, tirava a cabeça e vendia.

Vendia. A senhora sabe onde é a linha de ferro? Sei. A linha de ferro acolá, era só duas linhas, só duas ruas. A linha de ferro e outra linha mais para cá, outra rua.
No tempo do trem.

Tinha, não tinha muito porque o lugar era pequeno, mas depois cresceu. Aí a senhora levava o peixe lá?
É, levava. Era surubim, o que mais? Surubim, jatuarana, tambaqui, japitinga, tudo a gente pegava.
E guardava algum para senhora para comer, né? É. guardava. Pegava quantos peixes assim numa noite?
Numa noite pegava muito, pegava pouquinho não. Chegava um bocado de peixe. E aqui não tinha esse tanto de gente, não. Vocês não fazem tempo que chegaram aqui, não, não? Não. Era menos gente? Ixi. Agora está uma cidade. Por isso que eu tenho até até dó de sair agora daqui. Agora a senhora está gostando daqui? Porque no tempo pouquinho. Por que que eles inventaram esse pou No tempo que tinha pouca gente. Era difícil ter uma carne, uma galinha para gente comer. Não tinha nada. A gente comia mais. Era caça do mato, peixe. Não tinha nada, minha irmã, de primeiro.
E agora que tem tudo, vão acabar. A senhora não está contente que vá embora, então? Não. Não.
Explica para para mim, por quê? Porque eu não estou. Porque quando nós chegamos aqui, logo que nós nós viemos para cá, minha casa era lá embaixo. Aí viemos para cá, não tinha isso aqui. Não tinha nada. Nada, era só um mato mesmo. Esse terreno que está bem aqui era nosso. Foi vendendo. Isso aqui era só um mato mesmo. Tudo era mato. Mato, mato mesmo. Capim, mato. E disse, pois está tudo grande dando fruta, para a gente comer. Agora a gente sai daqui, vai para outro canto, se quiser lavar, plantar e esperar para comer esse comprado. Não estou gostando de jeito nenhum. Eu nunca fui... vizinha para esse negócio de reunião. Porque quando eu fico casa desse pessoal falando essas mentiras, dá vontade de agarrar-se no pescoço e sacudir.
Porque eu não me uno não me uno de jeito nenhum.
Mas aí como é que a senhora vai fazer? A senhora teve que aceitar?

Meu marido é empregado. E veio uma mixaria, não sei como é que eles fizeram. Uma mixaria de dinheiro que veio. Não paga nenhum pé de manga desse que dá fruta para gente comer.

Fui, não. Só vou para lá quando for despejada para lá mesmo. E aí, mas a senhora não se organizou com o pessoal daqui para não se mudar, para... Não dá adianta, minha irmã.
O pessoal daqui não faz nada, eles vêm de fora. Não, é. No tempo que a gente estava fazendo a reunião, que estava em começo, eles não deram... em nada, pensaram que iam para o Para o céu não é qualquer um que vai assim, não. O pessoal da reunião, quando o pessoal chegou, o pessoal gostou?

Ia toda vez para reunião, para reunião e ia. Era só um cordão. Agora até que, chegou a vez.
Não sei daqui, mas pode ser. Eu saia.
E essas árvores aqui, tudo foi a senhora quem plantou?

Aguemos, aguemos, aguemos. Tudinho para poder está desse tamanho. Quais árvores que a senhora tem aqui? Isso aqui tudinho fomos nós quem plantamos. Daqui até lá fora. Coqueiro e tudo.

E agora eles fizeram isso aqui, vieram por aqui Nem um pé de manga desse não direito. E aqui dá muita manga? Dá com isso aqui lastrado. E é daquela manga rosa. Nossa, que delícia, é. O pé, quando quando ela está carregada, o gás chega arrasta assim. Agora que foi cortado muito, o gás... Mas aí a gente tirava com a mão, assim, as mangas, quando começou a andar pela primeira vez.
Assim. Escolhendo a madura.

Até com... Uns quarenta anos. Faz tempo, então, que a senhora parou? Faz. Faz pouco. Faz tempo, tempo mesmo. Faz muito tempo. Logo, o meu marido morreu e esse daí, o negócio dele era garimpo. Quando o seu marido, o pai dos seus filhos morreu, o que a senhora fez para criar as crianças? Eu, ele disse, eu eu fiquei trabalhando. Eu fiquei viúva até com um ano e seis meses, né? Com um ano e seis meses eu me juntei com esse daí. Com esse daqui? Agora não? Com o outro? Esse daqui. Aí me juntei com ele. Aí nós fomos para o garimpo. Aí do garimpo fomos para lá. Vivemos para aqui, para acolá Os meninos foram crescendo, né? Quando me juntei com ele, já tinha filho que trabalhava para ele mesmo, já tinha mulher, tinha tudo.

A senhora foi trabalhar no garimpo? Não, não. Fui ser cozinheira dele. Como é que era a vida no garimpo? O garimpo eh eh era levantar cedo, cuidar cedo, cavar terra para dar no minério lá embaixo.
E dava muito muito, era em busca de ouro ou de quê?
De ouro. E aí, como é que era? Levantava que hora? Levantava cinco horas. Quando fosse seis horas era para estar lá dentro d'água, cavava no buraco. Mas não tinha mulher no garimpo?

Tinha?

Tinha mulher, mas era pouco. Aí catava o o coisa e aí? Aí bota numa peneira, aí sacode assim. Aí pega o de ouro. Aí esquenta, aí bota numa batéia, aí vai fazer aquelas bolinhas. Já conhece o ouro, você já conhece o ouro. Faz aquelas bolinhas do tamanho que quer.
E aí ele catou muito ouro? Catou um pouco. E o que que vocês fizeram com esse ouro aí? Vendia para... Para comer. Para o rango. E a senhora ficava cozinhando? Uhum.

Não terminou o garimpo aqui não.

Não, o garimpo do da madeira é todo tempo. Por que vocês pararam de ir para o garimpo, então? Porque ele achou melhor sair. Porque eu viu a, pegando malária.
Tem muita malária nesse nesse nessas coisas aí, nesses garimpos.
Como é que pega a malária? Ah, cuidado para senhora não pegar. <laughs> <laughs> Como é que é? Oh, meu Deus, a malária é coisa ruim. Malária, esse corpo da gente começa com dor de cabeça, começa com dor de cabeça, quando da fé chega aquela febre. Aí vai no posto, fura o dedo. Aí acusa a malária. Aí sai, toma umas pirulinhas gostosas. Que amarga. E fica de cama? Fica. A senhora não teve aquela... Como é que teve aquela doença agora que foi por derradeiro? Que a gente faltava morrer Acho que eu não estava aqui, não. Febre amarela? Não,

Nós chegamos lá, já fizemos exame, menina dele estava forte. A minha estava mais assim, assim, a dele estava, eu digo, nunca vi morrer gente velha, né? Criança assim eu tenho visto, mas eu pensava que chegava lá ele já ia morto, porque esse homem ia tão ruim, ruim, ruim, Meu Deus, graças a Deus, quando nós chegamos lá, furamos o dedo. Malária e essa outra doença, não lembro o nome dela. Aí... Deu mais, foi a outra. Não deu malária, não. Deu nele, deu em mim. Aí ele foi hospital. Lá ficou internado. Aí a luz faltou o dia todinho. Que fracasso, né, minha irmã? <laughs>

Esperando já para morrer, aí os exames não saíam. Aí eu eu estava melhor, fomos de carro fretado e digo, olha, eu vou-me embora. Vou para minha casa. Aqui lá na minha casa, eu me deito na minha cama velha, fico deitada. Aí eles , vai. Quando eu for, eu levo os exames. Aí eu vim. Quando eu cheguei aqui, me deitei e fiquei. Sabe que hora aquela luz veio chegar? Três horas da tarde. Lá para fazer os exames. Deus me livre. Aí ele pegou esses exames e veio embora. Não ficou mais. Não ficou não. Aí passaram remédio, passaram água de coco, laranja, não sei o que mais para tomar. Mas essa essa doença era ruim. É pior que a malária. Dói tudo o corpo da gente. Dengue? A tal de dengue mesmo. Oh, minha irmã.

É essa mesmo. Essa daí, eu acho que não foi Deus que mandou <laughs> ser amada. Que doença nenhuma é <hesitation> Deus que manda. Você não acha que Deus não manda ruim nada para gente? Vem do tempo mesmo, né? É, só pode ser, porque Deus mandar uma coisa dessa daí, não sei.
Ruim, ruim, rum.

Ou. Eu queria que a senhora tentasse me dizer assim, o que a senhora lembra da sua mãe? Como é que ela era? O que que ela lhe ensinou?
Se ela lhe ensinou alguma coisa, a senhora lembra? Eu não me lembro nada da minha mãe. Me lembro da minha mãe que ela era do mesmo jeitinho de mim. Gordona. Quando ela morreu, eu não estava nem aí. Estava lá no Seringal, quando eu soube a cá.
Peguei a carta dela.
E ela batia em vocês? Ela era brava? Ah, Ah, brava ela era, rum. Ela mesmo que um tição de fogo na gente <laughs> Era brava. Minha mãe era brava. Sabe A derradeira surra que ela me deu, que eu fiquei de cama. Tu conhece aquele cipó ambé Hum. Conhece? Conheço. Aquele cheio de espinho? E eu era... eu tinha cinco anos. Era para ser um palito. Não sei como engordei desse jeito, tanto remédio, né? Aí eu cheguei lá na mamãe, estava pescando mesmo de agosto. Dava peixe, atuarana, essas coisas. Estava pescando. Aí eu cheguei lá, mãe, O que é menina? Você já pegou ratoarana? Se não, minha filha, eu peguei ratoaraninha, mas eu estou fazendo isca. Aí, tinha ficado minha tia em casa, que nós távamos na companhia dela. Aí, eu digo, já dá para titia. o homem que pegou ratoarana. Aí, cheguei lá, minha tia perguntou isso.

Era um negocinho de umas onze horas, né? Tua mãe já pegou o peixe?

Já pegou o peixe, ela disse. E o peixe ratoarana, bem grandona. Ela disse que era para senhora amolar o testado, amolou a faca e levar a panela maior que tiver para botar o peixe dentro. Aí ela pegou a faca, tcheque, tcheque, tcheque, na pedra amolando. Aí disse assim, bora, bora. Descemos. Barranco assim, tom, tom, tom, chegamos lá.

O peixe que tu pegou, mãe disse, que peixe? Ela está enfezada no sol quente, né? Que peixe que eu peguei? Não peguei peixe, não. Ela disse que tu pegou um peixe grande, rotoarana E eu quero peixe para tratar, que fulano está para chegar da estrada. Eu não peguei peixe, não. Mentira dessas, essa vergonha. E pulou em terra. E eu subi, só de calcinha. Cheguei lá e ela pegou. Ia com o caniço na mão, aquele caniço de pegar piaba. Foi e jogou na minha calça assim, tchuc! Jogou na minha calça e puxou para trás. nisso que puxou para trás, eu caí.

Sabe o que é tracajá? É um bicho, né? Aí, parei mesmo assim em cima do cipó ambé. E tinha aquele pedaço assim que ela cortava para fazer os paneiros, né? Ela pegou, eu pelo braço. E eu já estava sem calça, sem nada. E pegou, pelo braço e... E toma e pêia, toma e pêia, toma e pêia. Ele puxava assim o sangue descia, puxava assim o sangue descia. Aí a titia vinha subindo, eu estava toda lavada de sangue.

Deixa essa menina aí. Aí pegou, levou para trás, foi dar banho, tirar as terras, né? E levou para casa. Na sua tia? Na tia. Aí nisso não, eu passei, foi uma... três meses enrolada na folha de banana. Virou pereba por todo lado. Sério? É. Porque antes de puxar, o bichinho entrava nela, puxava de novo, batia de novo. Virou tudo pereba <coughs>

Aí chegou lá o meu padrinho, ele era delegado, né? Quando o estrago que a mamãe tinha feito. Aí ele escreveu Não prender ela não, porque é minha comadre. Vou mandar remédio para passar na menina. Aí mandou pomada, essas coisas. Eu passei três meses na folha da banana. Nossa, mãe, que surra. Quase me matava. E para dar peia, ela não ia ter não. o pé no pescoço, botava a bunda para cima e vinha cá. Hoje em dia, você não dá uma surra num filho assim, vai preso, né? Mas não carece bate muito, não. Dá uma lapada naquele fulano, na delegacia quando está, né?
É buscar.
Mas a senhora lembra se ficou com raiva dela? Não, não tinha raiva da minha mãe. Da minha mãe, não. Era minha mãe mesmo, nunca tive raiva dela, não. Tem filho que não passa a triscar, ou a mãe triscar, que fica logo com raiva, né?
Você não pode ficar com o raiva da mãe da gente. Foi o quem botou a gente no mundo, né?
Mas aí depois, a sua mãe levava a senhora na igreja, alguma coisa assim, não? Não, eu fiquei... Mamãe era assim dessa que nem era católica e não era, nem era crente. Era assim uma coisa do mundo, não sei como é que ela era, né?

Porque falar da vida da minha mãe, eu estou falando até demais <coughs>
Me explica, vai. Aí ela fez assim, se amigou com esse marido dela, aí casou com ele, e nós era pequena, e fiquemos com ela, né?

Chegamos lá, ela deixou nós, eu tinha três, treze anos, quando ela deixou nós lá. Para estudar. Deixou com quem? Com minha tia. Aí ficamos para estudar lá e Eu fiquei para estudar, mas como é que a gente estudava e trabalhava, né? Trabalhava em que que a senhora trabalhava? Nas cozinhas dos outros. Cozinhando. Aí eu disse para para minha tia, minha tia ou um serviço ou outro, ou estudar, Ou trabalhar, que não pode. Eu estudava de noite e de dia eu ia trabalhar. Dormia de noite? Eu queria <laughs> que de noite eu dormia onze horas, né?

E de dia eu ia trabalhar, no dia arriscado cortar até o dedo, <laughs> cochilando. <laughs> Na casa de alguém? Na casa de alguém. Aí eu preferi trabalhar, deixar o estudo, quem estudou foi só a minha irmã. Aí a sua tia falou, pode escolher? É, escolher o que você quiser, eu vou trabalhar, que eu não Nesse tempo tudo era pobrezinho, né, minha irmã? né? Tu acredita que minha mãe, a minha irmã depois que se formou, aí a patroa dela levou ela lá para Manaus, né? que eles tinham brigado, o marido dela ficou no Porto e ela tinha brigado e foi para casa da mãe dela, para Manaus. Aí quando chegou lá, passou um mês, aí nos dois ele telefonou para ela que podia vir, que ele queria ela de novo, né? Aí ela ela veio Ela foi para lá, veio para cá. Aí deixou minha irmã, ela disse que mandava buscar. Nesse buscamento dela, ela ficou para lá. Aí ela telefonou... Nesse tempo não era telefone, né? Mandava uma carta para alguém, né? Que mandava. Aí mandou uma carta dizendo para a mamãe que a mamãe mandasse o registro dela. Mandasse o registro dela, que ela queria vir. Sem o registro ela não vinha, que era de menor. Aí a mamãe falou com o meu meu tio, que era cabo. Aí, para procurar o cartório para tirar o registro, né? Ele é cabo. todo metido da polícia, né? Podia ser mais fácil. Aí foi... Ele foi perguntar o quanto era o registro, aí... Ele disse que era cinco re Nesse tempo nesse tempo não era real, era outro dinheiro que que tinha, né? Nesse tempo, né? Aí... Ah, cunhada, não posso tirar, não. Esse preço eu não posso tirar, não. E disso aí ficou. Aí sua irmã ficou lá? Ficou. Ainda ainda hoje mora lá. Ficou trabalhando na casa de alguém?

Ela foi e ficou moçona Já se casou. A gente que ela é casada hoje em dia. quatro filhos. O senhora nunca mais a viu? Nunca mais. Nunca mais? Nunca mais. Não sei nem se ela morreu, porque parece nunca com outro, né?

Quando ela saiu daí, ela já estava grande. E conhece tudo, conhece... A minha irmã conhece todo mundo, e ela nunca mais mandou notícia <coughs> Está para lá. Pois é, eu tive morte assim. De manhã cedo eu me levantei, fiz as coisas. Aí eu tinha um menino pequeno, assim, que não dava de mamar. Aí eu me deitei, mamar para o menino. Aí quando eu estava deitada... Pronto...

O menino se acordou, se foi embora para andar por aí e fiquei deitada na rede. Meu marido chegou e disse assim, cadê a tua mãe? Minha mãe está dormindo. Dormindo? Sim. Menino pequeno, não sabe o que é a fazer, né? Aí ele foi espiar, que dormindo nada, tua mãe está é morta, mesmo assim. Sério? Uhum. Aí me pegou, levou para debaixo de um mosquiteiro, né? E a senhora não lembra de nada? Nada, nada.

Aí... Fiquei lá debaixo do mosquiteiro, ele foi colher. Não chegou, estava do mesmo jeito. Aí acabou de difumar, que é cinco horas, acaba de difumar. Aí mandou lá na casa do vizinho. O vizinho com a hora de viagem. O menino saiu na carreira para lá, chegou lá. O papai disse que era para senhor ir lá. Fazer o que, menino? Que a mamãe está morta. Morta? Sim. Aí chegou lá.

Está morta. Mas é só o coração. Nem suspirava, não suspirava.

de açúcar, desse açúcar, né? Daquele a granel de primeiro, né? Tem aquele granel velho de saco, né? Agora tudo está mais fácil. Aí ele disse assim, botou para queimar. E quando acabar de queimar, o senhor pega um copo d'água e bota esse açúcar fervendo dentro do copo d'água. Aí o senhor pega esse açúcar, aquela água de açúcar, e leva para ela tomar. Se ela não tornar com com essa água de açúcar, não tem outros remédios, não. Assim ele fez. Aí botou aquela açúcar queimada dentro daquela água, deu para mim tomar. Chegou lá, ele estava, ah, com a colher, para mim tomar. Tomei os três gotos d'água assim, e foi melhorando, melhorando, até que eu tornei. Sabe que hora era? Que horas? Sete horas. Sete horas da noite.
Que loucura.

Aí eu voltei ao normal.
Não sei o que deu em mim, não. A senhora lembra o que que a senhora viu quando estava morta, não?

Eu sei sei que a cabeça rodou, né? Assim, quando a gente está meio tonta, né, a cabeça da gente não roda? Aí rodou e fiquei lá dentro. Não podia me levantar, fiquei lá.
E saía. Quase que ela me levava à morte. Muita coisa.
E esse seu marido é que morreu? Ele que morreu. Morreu de ataque. Ele morreu de quê? Coração. Tinha duas veias de coração entupida.
O primeiro morreu de quê?
O primeiro? O primeiro o primeiro eu deixei ele. Ah, deixou? É. E deixou por conta do quê? Por nada <laughs> Só tinha dois filhos. Só tinha aqueles dois. Mas por quê? Ele bebia? Sempre bebia um pouco. Bebia. Agora esse outro bebia também, mas era mais pouco. Esse morreu do coração.

Tomava conta de balsa.

Ele tomava conta de balsa. adoeceu e quem ficou tomando conta foi eu Cento e poucas balsas. Ah, ele era tomador de conta e a senhora acabou tomando conta das balsas?
das balsas. Como é que a senhora tomava conta das balsas? Quem era o dono das balsas? Era o pessoal do rio Eles trabalhavam no verão e no inverno eles entregavam para gente.
Não podia
Era balsa mesmo, né? Hoje em dia tem as coisas, né?

No inverno não podia usar balsa? Podia não, porque era mergulhador. Ia ficar lá em cima o rio, muito dentro.
Ficava alto demais para mergulhar lá embaixo.
Mas eles davam para senhora tomar conta e pagavam para senhora para tomar conta? Uhum. Pagava logo quando deixava e pagava quando recebia as balsas. Aí eu deixei ele lá e vim para cá tomar conta de balsa.
E nessa época a senhora ficou tomando conta de balsa, a senhora pescava também?
É, pescava para comer. Porque com o dinheiro das balsas não dava para comprar comida, não? Dava.

Porque tinha os meninos tudinho, que eu... Ficou os meninos tudo meio criança. A senhora chegou a passar fome alguma vez? Graças a Deus que não.
Sempre arrumava o que de comer? Sempre arrumava. Mas qual foi a fase mais difícil da sua vida? A fase mais difícil da minha vida foi trabalhar em seringa, na seringa. Foi mais difícil? Foi, porque tinha que acordar bem cedo e a seringa trabalhava dentro, era um trabalho doido. A só coisa, pensa que não, a gente corta cento e poucas assim, pau. Não é muito trabalho? E quantos quilômetros não dá? A senhora, a comparação, aqui é uma perna, aí a senhora vai assim, por acolá, faz outra perna de seringa, aí sai acolá, sai no mesmo canto que a senhora entrou. E tem que carregar? Tem que carregar. Aí vem o coco para para botar na seringa, o coco ou ou o pau. A gente corta assim, tira o cavaco. Trabalhador, trabalha, dá um trabalho doido a seringa. Hoje em dia a seringa, meu Deus, está é facinho. Aí começaram a ser assim. Acabou a seringa por aqui, por todos os cantos, bem dizer acabou. Esse aqui não é aquele da corte, né? Porque, a senhora não conhece macaco preto, não? Macaco preto? Sim. Não. Aí não tinha o que fazer, eles botavam até macaco preto dentro da seringa. Dentro daquela borracha. E de fumar. Assim, fazer aquela <laughs> borrachona desse tamanho. E cavalo vendia, tu não acredita?

Tinha o quê? A fábrica de borracha. Para tirar aquelas capas todinhas e fazer outro negócio, né? Só deixaram por causa disso. Por a cortar uma uma borracha, quando cortaram a borracha, estava aquele macaco preto fedido dentro da da borracha.
E botava barra, e botava areia, e botava tudo dentro da borracha para para pesar.
Para ficar mais pesado? É. É. Ah, porque vendia por quilo, né? Vendia por quilo. A senhora botava essas coisas também? Não, nunca gostei de botar isso não. Ou uma coisa ou outra, né, minha irmã? Ou vender puro, ou vender sem nada, não vender nada, porque isso tudo vai dar parte da coisa, né? E Deus não abençoa, né, em fazer isso. Mas o pessoal tudo fazia. Fazia essa arrumação <laughs> E é aqui a vida, meu Deus do céu.

Empurrando uma vara de um lado, uma vara do outro, uma vara do lado, uma vara do outro. Empurrando até chegar aqui. Isso que eu fico pensando, minha irmã. No tempo que não tinha nada, não tinha nada, tinha esse sacrifício.

Depois de está tudo feito. E arrumação de coisa. Me diga uma coisa, que essa luz nem para nós não é, é para fora, para os estrangeiros. Isso que eu fico mais com raiva, porque nós aqui pode dar um absurdo a luz. E para fora, luz. Tiraram daqui para lá. Não dá uma raiva.

Mas tudo a gente tem que pagar.

Tem que pagar, né? É. E E aqui... Tu vê que não tinha nada. Eu durmo e acordo, mas não me entra na minha cabeça de jeito nenhum. está chateada? Estou chateada mesmo, nem é pouco. Já tive fui para a casa da minha irmã. Por causa desse negócio que começou. Vixe! A senhora nunca achou que ia ser bom? Nunca, nunca, nunca, nunca. Nunca achei. Não achei, não acho nunca, não. Pense lá, nós vamos para lá, É um lugar, não é desértico, que tem as casas. Mas não tem um pé de árvore, quer dizer, assim, se esconda de baixo acolá. Não tem, né? Não tem. Tem os pés de árvore, sim, que ia estar feito lá Os pés de tucumã, os pés de paeira.

Conhece Tucumã? Não conhece? Pois é. Lá em cima. Você cai na cabeça doente, tudo que é de <laughs> espinho na cabeça. É... É chatiça, chatiça mesmo. Eu não acho nada de acerto. E não E tem umas vinte reuniões aqui. Nunca fui. Não vou, não. Logo no começo, o pessoal daqui ia, que estão fazendo só panelada, assado e bife e aquelas coisas. Ia, mas era para comer, não era nem para reunião <laughs> Ficava lá comendo e bebendo, quando era de tardinha, hora dessas não terminava. Estavam todos de bucho cheio, né? E foram concordando, concordando e o negócio pegando do lado da gente. Quando viu já estava tudo comprado? É. É, tudo comprado. Veio destruição de casa que esses pessoal fizeram depois,
A senhora já andou por aí assim?
Não tem muita casa feita? Casinha para ser um pombinho? É para quê que fizeram essas casas?
Para ganhar as coisas.
Ganhar dinheiro, então casa. Mas diz que não vai ter isso daí, não vão ganhar nada não.
Para indenizar? É. Não vão ganhar nada.

É, a senhora já está com oitenta anos. Qual que é o seu sonho? O quê que a senhora queria que acontecesse agora na vida?

Porque dizem que lá é canto de ladrão. E de ladrão mesmo. Mas questão que não é todo mundo que eles roubam, não. Minha irmã está com muitos anos que mora lá.
Nunca roubaram ela. A senhora quer ir para lá?
O gosto meu era ir para lá. Por que a senhora não vende a casa e vai para lá? Como?

Porque é muito pouco, minha irmã.

Dá não. É uma mixaria mixaria mesmo. Eles pagaram, em uma casa. Esse daqui não coisaram nada. Saiu nada disso aqui. E o homem vai para lá que o homem trabalha, da prefeitura. Eu só vou deixar ele por morte.

Sem ver, sem dizer para quê, para ir para outro canto. Não pode, né?
A gente tem que deixar só por morte mesmo, Deus Manda a morte aí.
Agora esse é só com a morte? Esse aí, a senhora gosta desse marido aí? Ele não é marido, é é filho. Ah. Que nem meus filhos, faz o que ele faz. Como? Não entendi. Não, porque meus filhos todos são filhos, né? Mas não vive comigo. E ele é quem fica aqui? É. Ele que vive comigo, faz as coisas. Ele toma conta da senhora? Toma. Toma conta. E Deus ajuda aqui até para sempre, né? Porque a gente, do jeito que eu sou, doente, não sou boa não. Eu tenho uma tonteira, não sei nem por onde é que vai. Osteoporose nas pernas, dói todo o corpo. Já estive internada lá no hospital ali, hospital de base. Fui internada três vezes lá. Nós pagamos plano de saúde. Nós pagamos plano de saúde.

Vamos ver no que dá, né, dona?
É, ver no que dá. Ver que Deus abençoa mais uns dias, né?

Não se esquece do re